centos e cinquenta e quatro. E o nome dos seus pais?

E você sabe alguma coisa assim da da origem dessas famílias?
Bom, os meus pais o meu pai, ele ele tem mãe portuguesa, mas a gente não conhece absolutamente nada sobre ela, porque ela morreu no nascimento dele. E E os o pai dele, várias gerações ali da região do Vale do Paraíba mesmo, a gente não tem origem eh de de outro outro país. Brasileiríssimo. E a minha mãe também, a mãe dela, dali do Vale do Paraíba, a gente não conhece a história da família, deve ser de várias gerações dali da região, e o pai dela português. O pai dela tem até uma história interessante, porque ele já veio com uma certa idade de Portugal, já veio com quarenta anos de Portugal, e ficou uma história nebulosa, assim, sobre a origem dele em Portugal. A gente acha que ele tinha ou indústria ou era político, porque ele veio corrido, ele veio fugido de Portugal na época da da intervenção política que houve lá, né? E ele não gostava de falar muito a respeito da história dele. Então, eu tenho o avô materno português e a avó paterna portuguesa.
Portuguesa também.

Tenho mais três irmãos.

Que ela é de Capão Bonito, estado de São Paulo.
E como é que ela chama?

Cada um de uma cidade.

Está aí a explicação de cada filho numa cidade. O meu pai, ele trabalhava com construção de estradas. Eh Ele era mecânico de máquinas. Então, nessa década de cinquenta, década de sessenta, estavam se abrindo muitas rodovias, né, principalmente no estado de São Paulo, Minas, Rio, essa região do sudeste. E o meu pai era levado para cada região que estava se abrindo estradas, principalmente a parte de terraplanagem, que exigia muitas máquinas, meu pai era transferido para esses lugares porque existiam poucos mecânicos naquela época, então ele era transferido e a gente mudava, assim, ficava um ano em cada cidade. Até os meus dezesseis anos, eu morei praticamente em mais de doze cidades diferentes. A nossa escolaridade foi assim bem eh difícil, porque era um ano em Minas, outro ano no Rio, outro ano em São Paulo, outro ano lá no oeste de São Paulo, outra hora aqui no centro, e aí vai por diante.
Mas você se lembra, assim, as primeiras lembranças que você tem da sua infância são em que cidade?

que eu já estava com os meus cinco anos, por aí. Então, já começa a ficar bem nítido. Eu não sei se é por causa da intensa atividade que a gente tinha lá, muitos amigos, o povo mineiro muito solícito, muito dado, né? Aquele aquele povo que você tem uma facilidade de comunicação com eles muito grande. Então, o meu pai se enturmou muito rapidamente. Então, a gente tinha... era... todo fim de semana ia pescar no rio, a gente ia nadar, galinhada na beira da... do Rio, brincadeiras, e foi lá que eu iniciei minha escola, lá eu iniciei meu curso primário.
E e você lembra assim, por exemplo, da casa, do bairro?
Na cidade nós mudamos três vezes de casa. A gente, além de mudar de cidade, cidade, mudava de casa também. Eh Mas lembro de alguns amigos, lembro das brincadeiras, ah lembro que foi a primeira árvore de Natal que a minha mãe fez, sabe? Aquela árvore de Natal bem rústica, que você vai pegar o galho na árvore, corta aquele galho bem copado. Nós éramos muito pobres, então a minha mãe conseguiu um pouco de algodão com muito custo. Algodão, para você ter uma ideia. uma latinha de tinta prateada pequenininha assim, pintamos o galho da árvore, colocamos uma lata de banho daquelas dezoito litros com terra, envolta em papel, e a árvore, um galho só com algodãozinho, para nós já foi uma festa aquela árvore de Natal. Então isso traz uma eh assim uma parte gostosa de lembrança da infância. E fora ganhar um tostãozinho para recolher manga no quintal das mulheres e jogar no rio. Imagina, a gente limpava o quintal de manga. Hoje você compra uma manga por um preço enorme. A gente jogava manga no rio.
Como é que você descreveria, assim, os seus pais?
O meu pai o meu pai foi um homem muito rústico, né, ele ele teve uma infância muito dura, foi criado com madrasta, muito pobre, então ele já teve que começar a trabalhar logo aos oito anos de idade em oficina mecânica, aos doze já dirigia, aos dezoito ele se apresentou como voluntário para o exército, porque na época dele era vinte e um que tinha que servir. Então ele com dezoito se apresentou como voluntário. Aos dezenove ele já foi para a guerra, para a Itália. Ficou um ano, um ano um ano e meio na Itália, em guerra, em linha de frente. Teve uma teve uma vida bastante difícil na guerra.

com vida, às vezes a gente fala que é por Deus. Voltou alcoólatra, bebeu durante um ano e meio lá na Itália, e para ele se recuperar disso foi bastante difícil. Toda a vida foi uma vida assim de serviço muito pesado, muito rústico, né? Então ele ele foi eh um homem rústico, mas não ruim. De jeito nenhum, meu pai era um homem super bom. Meu pai, ele pegava o salário dele, ele não gastava um real com ele, era tudo para dentro de casa. Não dava para passar quinze dias, mas era tudo para dentro de casa. Então, os filhos era o que ele tinha de mais carinho na vida dele, ele dava vida pelos filhos. Mas era um, assim, não era carinhoso. Ele era rude, sabe? E a mãe? Ele tinha o amor dele, a moda dele. A moda dele era trabalhar muito, para tentar dar um padrão um pouquinho menos pior de vida para a gente. A mãe era aquela também outra pessoa sem cultura nenhuma, ignorante, no bom sentido. que era dona de casa e fazia o possível e o impossível para cuidar da gente, completando o que faltava em recursos materiais do meu pai e completando também o que faltava da ausência dele como mãe em casa, né? Então ela era ela era aquela parte importantíssima da família que ela completava os dois lados. Eu digo completar em recursos materiais por quê? Porque minha mãe fazia horta em casa para vender verdura, criava galinha para vender ovos, galinha. Ela fazia pastel para eu vender na rua. Já com onze, doze anos de idade eu saía com bandeja de pastel para vender nas cidades. e ela completava o orçamento com isso, fora o que já conseguia de recursos para gente comer do próprio quintal, né, que eram vários tipos de verdura, frango, ovo, ela completava com isso. E no resto ela ficava conosco, à tarde não tinha televisão naquela época, então pegava a luz da vela e fazia imagem na parede com a mão, para gente se divertir, brincava, aviãozinho de papel, aquelas coisas do tempo antigo, né. A minha mãe foi uma pessoa especial, mora do meu lado até hoje, ainda é especial, ela se preocupa comigo até hoje, né, eu sou um bebezinho, minha esposa sai para fazer três horas fora de casa, ela já vai lá para casa para ficar comigo, com medo de eu ficar sozinho.

Não, isso eu não me recordo muito bem. Eu me recordo mais do ambiente em que meu pai frequentava do que propriamente a minha turma de amigos. Eu tinha os meus colegas de escola, mas não me recordo de nenhum em especial.

Três anos. Três anos. Então aí também são as suas primeiras lembranças de escola.
Sim, minha primeira lembrança de escola. O que é que você lembra? Na verdade, todos os paulistas, né, que começaram no curso primário, naquela época, década de sessenta, começaram com Caminho Suave. Todos conhecem esse livrinho, Caminho Suave. Eu comecei já com uma outra cartilha, que era a Cartilha Abreu Sodré, que eles chamavam, que lá era diferente. Me lembro que entrei na escola, isso é uma coisa que me marcou muito, e a professora todo dia escrevia alguma coisa em cima da lousa que eu não sabia o que é que Todo dia ela escrevia alguma coisa na lousa que eu não sabia o que é que era. Lá no quase no final do segundo ano é que eu fui saber que ela escrevia local, data, entendeu? Era Prata, tanto de tanto, de mil e novecentos e tanto, Minas Gerais e tal, ela escrevia em cima na lousa, todo dia ela escrevia a data e a gente não sabia o que era. Então você entrava no primeiro ano primário completamente analfabeto. eram raríssimas as crianças que entravam no primeiro ano primário sabendo ler e escrever ou com com noções de letra. Então, hoje eu vejo o meu neto, por exemplo, quando ele entrou no primeiro ano primário, ele já sabia tudo, já lia livros, já tinha lido dois livros. Quando ele entrou no primeiro ano, ele está na quinta série e hoje já leu mais de quarenta livros. Então, é uma uma coisa absurda a diferença, né? Me lembro disso.
E você gostava de ir para escola? Era uma ou você tinha resistências?
Eu gostava da escola, mas eu tinha uma um trauma. E isso eh até hoje eu me lembro Trauma a gente lembra sempre, né? <laughs> Na hora do intervalo, eu não tinha lanche. e as outras crianças tinham lanche. E a Eu só não passava uma vergonha maior porque naquela época o pátio da escola era separado, as meninas ficavam de um lado e os homens ficavam do outro, embora já tivesse classe mista. Mas no pátio, no recreio, era separado, os meninos iam para um lado, as meninas iam para o outro, a gente não brincava junto. Então, eu ficava assim de olho no lanche dos outros meninos, o pão com ovo, que naquela época não tinha esse negócio de saquinho, esse monte de baboseira que a molecada leva hoje, né? Então, era alguma coisa feita em casa, um bolo, um pão, eh e eu não tinha. Então, isso me traumatizou um pouco.
E essa escola era próxima da casa de vocês?

Era tudo muito próximo, uma cidade muito pequena. O Prata é uma cidade, até hoje, muito pequena. Ela é um pinguinho no mapa, mas uma cidade que que, assim, tenho ela muito muito no meu coração.
E como que foi a notícia de se mudar de Prata?
Para nós não importava muito. Nós mudávamos sempre. Meu pai não tinha esse negócio de falar, olha, o mês que vem nós vamos mudar. Não, não existia isso. Ele chegava de manhã e falava assim, mulher, arruma as coisas que nós vamos mudar hoje de tarde. E a minha mãe, para onde nós vamos? Ah, nós vamos para tal lugar. Nunca tinha ouvido falar, mas era uma cama, um guarda-roupa velho, uma mesa com duas cadeiras e acabou. Não tinha mais nada. Não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha eh nenhuma nenhum produto elétrico, liquidificador, essas coisas. Não tinha nada disso. Então era pegar as cadeiras, as duas cadeiras, a mesa, encostar lá, desmontar a cama, pegar um colchão de capim, encostar no canto e ele chegava com um caminhão. jogava aqueles móveis para cima da carroceria do caminhão, aí daqueles dois terços da carroceria para trás ia de engradado de galinha, flores, um tambor de gasolina desse tamanho, porque naquela época não tinha postos de gasolina como tem hoje na estrada, você rodava quatrocentos, quinhentos quilômetros sem ver um posto, então tinha que levar um tambor de gasolina. na traseira do carro, era era o tempo dela preparar um caldeirão de farofa para gente comer no meio do caminho, fazia lá uma, duas galinhas com farinha, botava num caldeirão, levava dentro do carro para gente comer na estrada e sabe lá Deus para onde a gente estava indo. Chegava no tal lugar, ah, é essa casa que nós vamos morar? Joga tudo para dentro. Era assim, mudança nossa, avisava de manhã, de tarde tava mudando. E eram mudanças longas, mudanças, às vezes, de percursos muito grandes. Por exemplo, do Prata nós fomos parar em Andradina. Nossa! Eh Aqui, o estado de São Paulo, perto de Araçatuba. De Andradina nós viemos para Registro, quase quinhentos quilômetros de distância. Então eram distâncias, assim, enormes. Mas não tinha não tinha tempo ruim, não.

Todo mundo ficava alegre. Ô, vamos mudar!
Já era uma farra, né?
Já era uma festa, é. Tem os aspectos positivos e os negativos, né? Os negativos são que você não cria uma raiz, uma história, aqueles amigos de infância, né? Poxa, esse meu amigo aqui eh nasceu... cresceu comigo, você não tem esse vínculo. E a parte positiva é que você conhece muito, você cria uma cultura enorme, cada cidade tem um um regionalismo, uma cultura própria, né? Então você vai em algumas regiões, por exemplo, registro eh colônia japonesa, você cria um conhecimento ali da região, Outro lugar é a criação de gado, outro lugar é a agricultura. Então, você vai adquirindo conhecimento de todas as áreas. Embora não pareça, a criança eh pensa que ela passou desapercebida, não, ela guarda todas essas essas informações, essa cultura adquirida no no decorrer dessas viagens.
E tem também a coisa da adaptação que você falou, né, na escola. Porque aí ficam os anos... meio entrecortados, como é que era isso?
Você eh eh tem um lado muito legal disso, você perde a vergonha. Você perde a vergonha. Porque a criança tímida, por exemplo, ela está sempre com a mesma turma, inclusive as escolas de hoje em dia estão fazendo o possível para renovar as salas, né? Cada ano troca os alunos de salas exatamente para você ter contato com mais gente, né? Mas antigamente não se fazia isso. Você tinha aquele feudos aquele feudozinho, né? Aquela classe que você ia primeiro, segundo, terceiro, quarto ano primário e depois primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ginásio, colegial, tudo a mesma turma, então você ficava fechado, você não se expandia. E no caso nosso de mudanças, cada ano eu tinha que encarar uma turma nova, eh um um jeito de falar diferente, uma cidade diferente, e você tinha que se enturmar ali em questão de uma semana, porque no ano seguinte você tinha que fazer isso de novo. Então, ou você aproveitava rápido aquele um ano, ou perdia-se, né?
Vocês foram ficando experientes nisso também.
Experientes em conhecer, em chegar e já tomar conta da festa e ser conosco nisso. <laughs> e
E que matérias, assim, que você gostava de estudar?
Eu sempre me dei melhor na área de exatas, na matemática. E depois, no fim, fui fazer jornalismo. Mas a questão do jornalismo é uma questão que talvez depois eu explique melhor. Isso é de família. A minha família toda é de jornalista, tanto da parte da pai como da mãe. Dos sobrinhos, primos, todos eles são jornalistas. E até quando eu fiz, quando eu terminei o curso técnico de eletrônica, eu fiz, você vê, eu gostava de exatas, eu fui para eletrônica.

que foi compositora, tem muitas músicas gravadas, mãe da Helena de Gramont, que trabalhou no Fantástico muitos anos, mais de vinte anos. A minha tia, por ter todos os filhos jornalistas, ela queria que eu fizesse jornalismo também. Disse até que que pagaria a faculdade, mas eu quis ir para a eletrônica. Aí, depois de deficiente, é que a vida me levou para o jornalismo, que eu te conto isso mais tarde.
E essa época de de colégio que você foi fazer, de colégio não é, do curso de eletrônica, eh que cidade que era?
Aí já é São Paulo. Aí já é Aí eu já tinha vindo para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com quinze anos, quinze para dezesseis.
Quinze anos. E como que é que foi essa chegada em São Paulo?
A chegada em São Paulo foi assim, um misto de muito medo, né?
Você veio sozinho?

Ah, sempre andava a turma. A gente armava a barraca e desarmava a barraca juntos. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Família unida. Nós viemos todos juntos para São Paulo. Então, meu pai tinha muito medo, né? Porque São Paulo é um monstro para gente. Sempre moramos em cidades muito pequenas. Não morávamos em cidade média, como Campinas, Jundiaí, não. As cidades que a gente morava eram cidades que a gente morava eram pequenas mesmo. Então, vir para São Paulo era, assim, A gente, eu não consigo fazer uma comparação, sabe? A gente nunca tinha pensado em um ônibus urbano, não existia isso nas cidades que a gente morava. Pegar ônibus para ir em tal lugar. Então era tudo muito diferente, isso foi muito diferente. Eh Medo de atravessar a rua, medo de assaltante, medo de... de tudo, de assassinato, sabe, medo das pessoas, a gente achava que quem morava em São Paulo assim eram mais agressivas, eram pessoas mais frias, não tinha aquele contato íntimo, a gente ouvia falar que paulista não tinha amizade com o vizinho, você morava em prédio, o cara não conhece o da frente, não conhece o de cima, nem o de baixo, desce no elevador sem sem falar nem bom dia, nem boa tarde, que isso infelizmente acontece até hoje por uma falta de educação, não por ser paulista, No meu prédio, eu faço questão de fazer todo mundo se cumprimentar e intermedia um cumprimento, sabe? Bom dia! Bom dia! <laughs> Sabe?

Bom dia! Intermedia um cumprimento. Então, eh esse era o medo. E depois, eh esse medo foi vencido por uma questão de arrojo, de coragem. Eu tive que criar muita coragem para enfrentar os moleques de São Paulo.
Que bairro que era?

Mas aí eu tive que criar muita coragem para enfrentar os meus colegas de de de ginásio. Eu vim no primeiro ano de ginásio, que seria hoje a quinta série. Por que eu tive que enfrentá-los? Porque eu cheguei com uma roupa meio diferente, embora houvesse o uniforme, né, mas você pegava um tênis branco com meia preta, fazia aquelas meio escândalos assim, que você não estava muito aí, que usava só chinelo no interior. E aí você chega e começa com aquele porta porca, né?

Os moleques começaram, Caipira, Caipira, Caipira daqui, Caipira dali, e aquilo me incomodava. E aí eu tive que partir para agressão. Eu tive que começar a enfrentar os caras na porrada mesmo. Eu tive que começar a desafiar, sabe? E e impor a minha condição. Sabe? Eh Começaram a fazer um tipo de exclusão. pela pela condição minha de caipira, da qual hoje eu me orgulho demais. E eu tive que brigar muito. Briguei muito no ginásio. Nossa, brigava muito. Toda semana era uma briga.
Mas briga mesmo disso aí?
Briga mesmo. Briga de de pancada, de porrada mesmo, de de de ficar vários minutos ali trocando pontapé e tapa e soco de tudo quanto é lugar. E aí cheguei vezes de enfrentar mais de um. Apanhava, batia, sabe? Mas não corria. Foi até o momento em que se chegou a um denominador comum, sabe? Pô, o cara é bom. Vamos parar de lixar o saco dele por causa do porta, né? Aí fizemos amizade, fiquei tipo adquiri muitos amigos no ginásio, e depois de amigos, de vez em quando, eles chegavam e falavam assim, ô, Pircorococó <laughs> Mas aí eu já dava risada aí eh me acostumei com essa condição. Vi que eu trazia uma bagagem cultural que eles não tinham, E, de repente, eles começaram a ficar curiosos para saber das minhas andanças, das minhas histórias, e aí eu comecei a me empolgar, comecei a ficar mais feliz em ser o motivo, né, da curiosidade deles. Eles queriam saber, porque hoje a molecada de São Paulo viaja muito para o interior, os pais têm sítio, têm chacra, eles têm uma convivência um pouco maior com o mato. O paulista eh começou a sair um pouco mais, mas naquela época os paulistas eram paulistas, eles não saíam para lugar nenhum, o máximo era Santos. Então eles não tinham conhecimento nenhum. de nada. Então, eles eles eram curiosos, né, perguntavam como é que eu brincava no interior, né? Quando eu falava que eu pulava de um cipó, né? Cipó mesmo, não era corda. Eles não sabiam nem o que era um cipó. Né, tinha que explicar para eles o que era um cipó, e e caía dentro de um rio e saía nadando, e com a roupa que eu estava brincando e eu continuava, não precisava trocar de roupa para fazer isso, porque o paulista é o seguinte, tem que trocar de roupa, tem que tirar cueca, pôr a sunga. No interior, não. É a roupa que você usa, você nada, e a roupa que você sai do nada, você usa. É a mesma. Né, e isso era muito interessante para eles. E
E quando acabou o ginásio, Você continuou na mesma escola, não?
Não, aí eu fui para um colégio técnico.

Aí eu fui no Lavoisier, no Tatuapé.
E essa decisão foi foi sua?
Foi minha. Meu pai não interferia muito, meu pai sempre deixou a gente muito livre para fazer, ele orientava, ele até castigava quando a gente saía, corria fora das orientações dele, mas ele deixava a gente decidir. Ele nunca interferiu em nenhum aspecto.
E aí você falou, não, eu vou fazer eletrônica.
Fui, fiz o colégio técnico de eletrônica, eh comecei a trabalhar já na eletrônica, fui trabalhar na Filco. Também uma história, a Philco... A Philco é uma empresa que marcou muito em São Paulo, né? A Philco... Na época que eu entrei, em mil novecentos e setenta e quatro, mais ou menos, eu entrei na Philco, ali no Tatuapé, a Philco tinha mais de doze mil funcionários trabalhando ali, era uma cidade. Hoje você vê cidades do interior com quatorze, quinze mil pessoas, a Philco naquela época tinha, acho que, mais de treze mil pessoas trabalhando lá. Era uma Era um mundo lá dentro.
E o que é que você fazia?
Eu era eh da parte do controle de qualidade da televisão colorida, que nessa época era o espetáculo da da eletrônica, né? Aqui no Brasil não existia nada, nada mais avançado eletronicamente do que uma televisão colorida. Nós não tínhamos computador, não tínhamos absolutamente nada. O máximo em tecnologia era uma televisão colorida. Eu trabalhava no controle de qualidade da televisão colorida da Philco. Fiquei de setenta e três
a setenta e oito lá. Mas aí você era bem jovenzinho, né?

Sim, eu tinha dezenove anos quando eu entrei lá. Dezenove
anos. Mas aí você já estava quase concluindo, né? O curso técnico.
É, eu atrasei bastante a escola por causa dessas andanças, tal, teve repetição, a gente não passava todo ano, não. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei já com uns três anos atrasado na escola. que naquela época não era muito incomum. Hoje, se você pegar um garoto com três anos de atraso, ele fica com uma defasagem até mesmo de estatura, porque as crianças não repetem, né? Até no no colégio estadual e municipal não não repete, né? Passa. Com zero passa, com um passa, com dez passa, todo mundo passa, né? E colégios particulares geralmente passam não sei como também, mas passam, certo? Mas naquela época se repetia, você não tinha capacidade de passar, você repetia. E e então acontecia muito de você pegar garotos, que hoje vamos colocar, se você tem eh onze anos, você está no quarto ano, né? No quinto. É assim, todo mundo tem onze e está na quinta série. Todo mundo tem dez e está na quarta série. É quase que um padrão. Naquela época não. Naquela época você pegava cara de quatorze na quarta série, de treze na quarta série. Às vezes de dez na quarta série. Tinha aqueles prodigiozinhos que passavam todos. Então era muito misturado essa questão de idade, de tamanho.

De já ter tido o primeiro emprego? Como é que como é que era essa...
Bom, a primeira coisa que eu pensava quando eu quando eu adquiri meu emprego era em ajudar minha casa, porque a gente continuava aí na condição de pobre ainda, em São Paulo. Meu pai trabalhava no dê ene erre, que é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, hoje chama-se dê ni ti, eh e ganhava um salário muito baixo, muito pequeno. E você vê que interessante, por pura desinformação, porque meu pai tinha direito a um salário do exército de primeiro-tenente desde que ele veio da guerra, só que nunca foi divulgado, nunca foi dito e ele também nunca soube, nunca teve a menor ideia de que isso poderia existir e era um salário super bom. Nós vivemos a vida inteira na pobreza com direito a um salário grande. Só depois de eu adulto é que nós fomos descobrir isso e reivindicamos para minha mãe o salário do exército que meu pai tinha direito. Mas então, eu trabalhando na Philco, eu pensava em dar uma qualidade de vida boa. Meu irmão começou a trabalhar, comprou a primeira geladeira, eu comecei a trabalhar, comprei um televisor colorido para casa, que era um espetáculo, né? Um negócio assim, a gente fala assim, tá, estamos na lua aqui com televisão colorida em casa. Começava a funcionar meio-dia a televisão naquela época. Das das onze a meio-dia você ficava vendo aquele símbolo do indiozinho, da antiga tupi, aquecendo os aparelhos deles lá. E Mas era muito gostoso. Aí aí eu comecei a ajudar a minha família. Depois de um ano e meio comprei meu primeiro carro, que obviamente foi um fusca. Todo mundo comprava um fusca naquela época. Depois de mais um ano eu fui no ma pi comprar meu primeiro tê quê erre, que era o toca-fita coqueluche da época, em que a gente fazia instalação de som, colocava os alto-falantes atrás, cortava com faca aquele negócio, puxava os fios por baixo. do do tapete do fusca e saía tocando Rita Lee, Black Sabbath, The Who, <laughs> e aí vai por diante, Alice Cooper, fazia um barulhão na cidade enorme, vibrava tudo, os alto-falantes quase caíam, mas para nós era um som maravilhoso.
E o que vocês faziam, assim, nessa época de juventude, de de diversão, assim?

Baile. Barzinho com os amigos, não tinha nada específico. Barzinho com os amigos, enchi a cara, tomava Peppermint, era era a bebida da época, aquele líquido verde que, nossa senhora, aquilo é doce, que é uma desgraça, com cachaça, era pobre, tinha que tomar cachaça. E depois baile. Baile

Johnny Rivers tocava a noite inteira. o mesmo disco, compacto duplo, virava, tocava de novo, virava, tocava de novo, todo mundo dançava. O gostoso era estar ali, com as meninas dançando, com os amigos, tomando um Peeperman, uma Cuba Livre, alguma coisa desse tipo. E baile né algumas vezes, uma vez por mês ou duas vezes por mês, no salão. Aí já era conjunto, naquela época não tinha esses... esses bailes com som gravado, né, era conjunto mesmo. E, geralmente, o final do baile era, assim, um final de briga. A gente quebrava o pau dentro do baile, saía todo mundo na mão, não tinha medo nenhum, porque não tinha revólver, não tinha faca, não tinha nada. O máximo que acontecia era uma cadeirada na cabeça do cara. <laughs> A gente brigava bastante também.
E namorar? Você namorava muito? Você era muito namorador?
Não. Não. Eu Eu cheguei... Até eu conseguir tirar aquele trauma do pirco rococó, Demorou aí um ano, dois anos, né? Eu cheguei com quinze. E eu me apaixonei por uma garota. E essa paixão foi... Demorou uns dois anos de paixão. Mas ela tinha treze.
Ela era da escola.
Da escola. Aí quando foi... Quando ela completou quinze anos, ela disse que começaria a namorar com quinze anos. Eu fui e falei com o pai dela, pedi ele em namoro, e nós demos um selinho. Isso. E a semana seguinte ela desmanchou o namoro. Eu acho que foi por causa do selinho.

Acho que ela queria algo mais. E eu, o máximo que eu conheci era isso. Não sabia que o beijo tinha que abrir a boca. Não sabia dessa história ainda. Me contaram isso mais tarde. <laughs> E eu eu perdi a namorada. Aí, por causa do trauma de perder a namorada, e eu comecei a brigar com todo mundo, a minha mãe falou, vai procurar um centro. Aí eu fui parar no centro de Umbanda para ver que tipo de macumba que estava em cima de mim. <laughs> para Por que é que eu tinha perdido a namorada, por que é que eu estava brigando com os amigos, por que é que eu estava brigando na no serviço. E lá a macumba acabou, porque eu conheci uma morena de cabelo baixo da cintura, foi minha segunda namorada, né Ela começou a olhar para mim com aquele olhar de tinha feitiço. E eu comecei a olhar para ela com um olhar de quero ser enfeitiçado. <laughs> E é minha esposa até hoje.
Como é que ela chama?

Então ela é praticamente minha primeira namorada. Comecei a namorar com ela, eu tinha dezoito, ela tinha dezessete e nós estamos, completamos trinta anos de casado. Foi seis de namoro. Seis
de namoro? É.
É, foi um de namoro, cinco de noivado.

Se você queria, assim, aproximar um pouquinho mais, dar uma coladinha no corpo um pouquinho maior, você já tinha que estar com aliança no dedo, né? Então, põe aliança no Se é esse o problema, põe aliança no dedo, que eu quero é me aproximar. <laughs> Ficamos noivos cinco anos.
E aí, então, vocês casaram jovens também?
Eu casei com

Ah, o começo foi bastante difícil, porque nesse período em que eu fiquei que eu namorei com a Luzia, os seis anos, foi o momento em que eu que eu me senti o adolescente, entendeu? Aí eu comecei a sentir mais a noite, comecei a sentir mais os amigos, comecei a sentir mais o prazer de ter Muitas pessoas ao meu redor, de de repente sair com mais alguém e tal.

Então foram seis anos de namoro, eu largava do do namoro e ia para farra, né, com os amigos. Quando eu casei, eu estava muito acostumado com isso. E foi difícil dar esse retrocesso. Foi muito difícil dar esse retrocesso. Eu não saía mais com outras mulheres, mas saía com os amigos para beber. E ela teve que ter muita paciência comigo, o início, os primeiros meses de casado nosso foi assim, sabe, desquita, não desquita, separam, separam, era todo dia uma dúvida. Até que, acontecem algumas coisas na vida que são muito legais. Eh Eu casei em setenta e nove, setembro de setenta e Eu fui botar fogo no mato e eu e eu e eu fui jogar um galão de gasolina e o galão explodiu, pegou fogo no meu corpo inteiro. Eu saí que nem uma tocha assim no meio da rua e aí eu tive que ser internado. E eu era um cara muito orgulhoso. Mesmo casado, o banho meu, a hora de eu fazer minhas necessidades, era porta trancada. Eu sempre fui um cara assim, fechado comigo mesmo. E aí eu queimei os dois braços, todo, queimei o rosto e teve que enfaixar tudo. Aí ela tinha que fazer o quê? Tinha que me dar banho. Aquilo para mim era irritante. Eu ia no banheiro, ela tinha que me limpar. Aquilo para mim foi o caos, né? Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso em uma semana, ela tendo que fazer isso, que a minha hemorroida explodiu. Aí, além dela me limpar, tinha que limpar com cuidado e tinha que fazer curativo. Aí eu fiquei com ódio do mundo. Fiquei com ódio do mundo. Nessa época, inclusive, veio uma pessoa e falou para mim assim, ah, fizeram uma macumba para você, botaram um braço de plástico, um braço de cera enrolado numa folha de bananeira e tal, e tal. E eu falei, meu Deus, quem será o desgraçado que fez isso comigo, né? Poxa vida, eu precisava de me queimar.

E aí passou seis meses, praticamente, para eu voltar a reconstituir toda a pele e tal. Passado muitos anos, depois que eu entrei no kardecismo e tal, eu encontrei com essa pessoa novamente, por acaso. Eu falei, você se lembra daquele negócio meu, da queimadura e tal? Você lembra que você falou para mim que era macumba? Ele falou, lembro e tal. Eu falei, pois é, rapaz, era mesmo. Era mesmo. Macumba. E hoje eu sei que era um macumbeiro. Você está brincando. Você descobriu que era um macumbeiro? Descobri. E é um cara que você conhece. E muita gente conhece.

Falei, Deus. Macumbeiro danado esse Deus. Deus é macumbeiro. Ele faz umas macumbinhas para você, de vez em quando, que, meu, dá um resultado incrível. Aquela queimadura salvou meu casamento. Aí o cara começou a rir.

Eu disse para esse meu amigo, Deus é macumbeiro. A gente tem que ter eh um filtro no olhar, sabe? E, de repente, um um sistema de controle de qualidade do cérebro para você não se deixar desviar eh para aquilo que é a tendência normal de ser humano. Olhar o aspecto negativo, sempre achar que tudo está ruim, sempre achar que vai dar errado, Então, se você botar esse mecanismo de qualidade no seu cérebro e um filtro no seu olhar, você começa a ver as coisas com uma procedência melhor, com um objetivo mais eh eh mais ético, eh mais justo, e você começa a ver o mundo um pouco eh melhor do que eh do que ele do que as pessoas aparentemente acham que ele é. O mundo é bom. Basta você enxergá-lo dessa forma. Eu falei, então eu enxerguei dessa forma. Deus foi o macumbeiro, ele mandou aquilo, salvou meu casamento, poxa vida, olha que legal, que bom aquela queimadura. Foi uma dor por uma semana, poxa vida, passaria por cinquenta dores dessa se ele tivesse o resultado que deu. A dor, ela é sempre um mecanismo de elevação, ela é sempre uma ferramenta de evolução, ela é uma alavanca para você crescer. A dor, ela funciona dessa forma. A dor, você não pode ver a dor somente como uma coisa, ah, me me me doeu, fez eu sofrer. Não, a dor a dor ela tem sempre um objetivo, te levantar, fazer você progredir. Se não houvesse a dor, não estaríamos morando nas cavernas.
A gente cresce nas dificuldades.
O homem só cresceu por causa da dor.
E no que e o que é que mudou esse acidente eh para salvar o casamento de vocês?
Mudou porque aí eu tive que eh eh reconhecer, né, que a minha esposa era uma mulher dedicada, que ela me amava, que ela estava ali para o que desse e viesse. Embaixo de de reclamações, de xingamento, ela estava cuidando de mim. que ela ela parecia ser assim aquela companheira que ia enfrentar as boas e as más horas, fosse qual fosse o tempo e a eu eu reconheci nela esse potencial de de esposa, reconheci nela esse potencial de companheira, vi o amor que ela tinha por mim e comecei a me cuidar um pouco mais com relação às minhas liberdades.
E aí logo depois é que veio o filho, o primeiro filho?
Ela já estava ela já estava grávida.
Ela estava grávida?
Porque o meu filho nasceu em setembro, não, em outubro, cinco de outubro, isso aconteceu em fevereiro, então ela já estava no início de gravidez. E
E como que é o nome do seu primeiro filho?

Ah, foi maravilhosa. Comentei essa semana ainda que parece que o Rafael veio para mudar as coisas em casa, porque no ano de mil novecentos e oitenta eu comecei assim, em fevereiro eu me queimei, demorei uns dois meses para me recuperar, aí em junho eu bati o meu carro, eu tinha uma Brasília, que na época era um puta carrão, Brasília hoje ninguém quer, era um carrão, bati minha Brasília que eu arrebentei, perdi tudo, naquela época não tinha seguro, Depois eu perdi o emprego em setembro.

Minha vida começou assim como que um tapete, ele veio assim, olha, poxa vida, eu vim aqui para dizer para vocês que acabou os problemas, tá? Vocês enfrentaram aí um ano de maré e tal, cheguei, né?

Eu até escrevi algumas coisas para ele, né? Escrevi assim, Deus eh sorriu mais uma vez hoje, por certamente nessa data nasceu mais um que lhe será devoto. E

De filhos? Ah

Esperamos aí uns três anos, um pouco mais. Eu não sei exatamente a diferença.

Que é a caçula.
É a caçula. Todos estão formados, graças a Deus, inclusive com pós, tá? Tudo feito na família.

Mudei. Eh Nessa época eu estava eu estava já como chefe de compras na Sharpe. A Sharp estava explodindo no Brasil, estava entrando com muita força nessa época. Inclusive, eh foi uma frente bastante grande com as outras marcas de televisão, que era Philco e Philips, que tinha nessa época. A Sharp entrou desbancando todo mundo. Eu estava como chefe de compras na Sharp. Aí eu saí e fui para a Elebra, que era a primeira fábrica de impressoras do Brasil, que eram as impressoras matriciais.
Fui para lá. E depois que você terminou o colégio técnico, você não teve mais eh vontade de estudar?
Eu entrei na faculdade de administração, mas por conta do excesso de trabalho meu, porque eu eu eu assim nunca me contentei em fazer uma coisa só. Eu sempre sempre me metia em muitas coisas. Então, eu me metia na associação de amigos de bairro, eu me metia lá na associação do Vamos Salvar a Tartaruga, né, Vamos Canalizar o Rio, eh trabalhava na religião, fazia palestra. E eu tinha montei uma outra, trabalhando, eu montei uma industriazinha para mim de plástico, então eu tinha que passar, saía do meu serviço cinco horas e eu ia para minha indústria cuidar lá da injeção de plástico, eu fazia sola de calçados, tive uma indústria que cresceu até bastante e e no primeiro, início do segundo ano de administração eu parei, não dava mais para ir, não tinha jeito, eu faltava muito por conta do trabalho e parei. Então, a atividade escolar foi... Depois eu fiz muitos outros cursos pequenos, curso de três meses, curso de seis meses, mas não não fiz graduação. E

Bom, para não perder o costume da infância, eu mudei muito. Mudei muito. Eu casei e fui morar em Guarulhos. Aí de Guarulhos, passei um ano e pouco, mudei para o Jaçanã, São Paulo. Aí passei mais um ano e meio, mais ou menos, mudei para Guarulhos de novo, lá no Jardim Maia, Guarulhos. Lá depois eu mudei de bairro novamente, fui para Vila Galvão. Depois eu mudei para o Jaçanã de volta, adquiri uma casa no Jaçanã. Depois eu mudei para Santana, onde eu estou até hoje.
Mas a infância dos seus filhos foi no Jaçanã?
É. Guarulhos e Jaçanã, mas mais Jaçanã, porque o meu meu sogro e minha sogra moravam no Jaçanã, então a gente passava praticamente todo fim de semana no Jaçanã. Jaçanã, o Velho de Guerra, dos Três das Onze, parecia uma cidade do interior que quem conheceu Jaçanã de quarenta anos atrás, trinta anos atrás, eh tem razão em ver a poesia da música do Adoniran, porque realmente aquilo ali era uma coisa magnífica, o Jaçanã funcionava quase como uma cidadezinha independente. Era um bairro de São Paulo muito ligado, mas ali todo mundo se conhecia, tinha aquele barbeiro da vila que você ali você sabia da fofoca de todo mundo, né, na barbearia que você faz as suas fofocas, né? Como o cabeleireiro da mulher hoje não é lá que vocês fazem as fofocas? O barzinho que todo mundo frequenta, que tem a mesinha de bilhar ali, o pessoal descalço, de shorts, vai jogar um bilharzinho. E o pessoal sentava na pracinha para bater um papo, as crianças brincando. Então, ali era realmente uma cidadezinha do interior. Mudou muito, mudou muita invasão, teve muita chegada de pessoas estranhas e e voltou a se misturar com a cidade grande. Hoje tem criminalidade, tem roubo, tem droga, tem tudo. Infelizmente, o Jaçanã perdeu aquela característica do daquela cidadezinha interiorana.
E como é que você acha que você se descreveria como pai?
É difícil você fazer.

Bom, eu eu digo para você o seguinte, nunca fui assim extremamente carinhoso, talvez por conta da infância, mas sempre dediquei, todos os fins de semana da minha vida, eu dediquei à minha família. Todos. Nunca tive aquele lance do... vou jogar bola com os amigos, sabe? Eh Vou jogar milhar, vou pescar, passa fim de semana fora, passo uma noite fora pescando. oitenta por cento disso é mentira, sabia? O pessoal não vai jogar bola nada, não vai pescar nada. <laughs> Eu sei porque eu tinha muitos amigos que iam pescar de sábado e voltavam no domingo. Mas eu nunca fiz isso, nunca fui pescar fora, nunca gostei de pescaria. Morei no interior, nunca pesquei. Não tinha esse negócio de jogar bola. Se se ia em algum churrasco, ia a família inteira. A mulher e os filhos. Todo lugar que eu ia, ia a mulher e os filhos. Nunca gostei de passar nenhum momento do fim de semana longe dos meus filhos. Ou era dentro de casa ou em algum lugar que que a gente fosse curtir ali, fazer um churrasquinho, fazer um lanche na praia, pegava o carro e ia lá para o lado de Ubatuba, que naquela época ainda era meio deserto. mas sempre junto com as minhas crianças, sempre. Toda a vida, no alto e no baixo, porque a minha vida financeira, assim, era pobre, depois eu ganhei dinheiro, depois perdi tudo, fali, fui vender gelinho na feira, depois de ter tido uma indústria, depois de ter tido casa com piscina, com tudo, perdi tudo. Fui vender gelinho na feira que a minha esposa me acompanhou, foi vender gelinho na feira também comigo. Então, nesses altos e baixos, a gente ou tinha grana e ia curtir com os filhos no fim de semana, ou não tinha grana, mas ia curtir com os filhos dentro de casa ou em algum lugar gratuito, num zoológico, alguma coisa que a gente pudesse, mas sempre junto com os filhos. E o aspecto, tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, quem cuidou do meu dinheiro a vida inteira foi minha esposa. Não tem esse negócio também de eu ter minha conta e dar o dinheiro para ela fazer compra, sabe, esconder quanto eu tenho, para ela pagar tal prestação, aquele negócio que os maridos fazem. Eu acho isso terrível. Se você tem uma parceira em casa, ela é parceira. Não tem esse negócio de esconder. Então, o meu dinheiro é ela que cuida. Eu que peço dinheiro para ela para eu sair. Então, tudo que eu ganho é em casa. Alguma eventualidade, algum prazer meu, ela me dá o dinheiro para eu ir fazer aquilo. Comprar um vinho e tal. É ela que sabe.

Só voltando um pouquinho, aí depois dessas dessas aventuras de indústria e tal, você perdeu tudo?
Perdi, foi um negócio interessante, porque é o que eu te falei, quando eu casei, eu casei assim pobre, uma mão na frente e outra atrás, né, devendo até a cortina, até o terno que eu casei eu devia, sempre tudo no ma pe, dezoito pagamentos, <laughs> era era praxe, tudo você comprava no ma pe. Infelizmente acabou, né, uma pena, o ma pe era uma história de São Paulo. E só que aí eu cresci, eu comecei trabalhando, eu montei essa indústria que eu te falei de plástico e me deu um retorno muito grande. Eu cresci bastante, comprei uma casa grande com salão de festa, com piscina, com adega. Naquela época não se falava em em banheira, eu já tinha uma hidromassagem em casa. Aquecedor central, que não tinha naquela época, eu já tinha em casa. Era uma coisa fabulosa. E eu fali. Eu fali com... Perdi tudo, tudo, a casa, carro. De de esse salto, para você ter uma ideia, eu pegava a minha esposa e falava assim, vamos almoçar?

No Rio. Ia para o aeroporto, pegava um avião, ia no Rio, almoçava, pegava um avião, voltava, sabe? Assim, legal, né? E de repente, um mês depois, você está com o isopor do lado, vendendo gelinho na feira, <laughs> para poder comprar o pão.
E aí foi um processo de vender tudo.
E um processo que novamente fez com que a gente ficasse mais próximo ainda, eu e minha esposa. Porque a gente tinha que batalhar junto. Dali do gelinho... E a criatividade nessas horas é uma coisa muito legal, porque você tem que ter a criatividade para você sair da da situação ruim.

Eu não tinha o pão. Aí eu falei assim, vocês já viram aquele filme de Bang Bang? Muito legal, que o pessoal acende a fogueirinha no meio do do campo lá, no meio do boi, e pega aquela frigideirinha e faz aquela comidinha, aí toma com aquela caneca de café, os caras, ai pai, que legal, vou fazer isso para vocês. <laughs> E aí, pão, feijãozinho, farinha, arroz ali, uma pitadinha de massa de tomate para dar cor no negócio e pai, tá no prato, igual o boiadeiro faz, pega aquela colher e tá no prato, né? E eles comeram, tomaram uma canecada de café e a lágrima corria do lado, mas eu feliz, porque eles estavam curtindo aquilo. Então, eh você passa pela pobreza eh também, sabe aquele filtro que eu te falei, de ver a coisa de uma maneira legal e você cria, né? Você você você consegue, com jogo de cintura, você consegue sair legal. Daí, do gelinho, nós progredimos. Fomos fazer tempero para vender na rua também, certo? Minha mãe me prestou um dinheiro, eu comprei lá uns cinco quilos de sal, comprei uns vinte quilos de cebola, eh uns dez quilos de alho e aí nós começamos a descascar alho. Putz, você não sabe o que é descascar dez quilos de alho. <laughs> Sai a pele da mão. Aquilo tem um ácido desgraçado. Então, a gente moía tudo no liquidificador, tal, sabe? Primeiro era aquele moedor, assim, depois comprou uma centrífuga. E aí começamos a fazer tempero, misturava alho, cebola, sal, fazia uma composição bem legalzinha, tal, cheiro verde, salsa que a gente fala, né? E E começamos a vender de porta em porta. E você sabe que o negócio cresceu? E foi crescendo, foi crescendo, porque eu em em tudo que eu entro eu gosto de analisar o que eu estou fazendo e estudar o que eu estou fazendo. Então eu fui estudar sobre tempero, ver química. Para você ter uma ideia, fazendo temperinho na cozinha da minha casa, eu fui parar na casa de um diretor da Arisco para pedir informação para ele, não não aceitava um técnico, fui na casa do diretor. A Arisco lá em cima, já virando quase multinacional, e eu falando com o diretor que eu estava montando uma empresa de tempero. Fazendo tempero para vender de porta em porta. Olha que ousadia. Aí nós começamos a fazer. E aí eu criei um rótulo, chamava-se Cheiro Verde, o meu tempero. Com carimbo. carimbava os rótulos, pregava no vidro, aquele vidro de palmito que a gente lavava bem, comprava tampa nova e tal. E a minha esposa cismou de colocar no mercadinho da vila, lá do Jaçanã. E ela ficava, às horas vagas, ela ficava lá no mercadinho da vila com uma cestinha na mão e passava no meio do pessoal, via a mulher comprando tempero, ela fala assim, ah, você já experimentou esse tempero? Esse tempero é uma delícia, olha, eu uso. Nossa, o pessoal começou a vender agora há pouco tempo. E o pessoal comprava o tempero e começou a aumentar as vendas. Depois nós começamos a vender para padarias, que eles faziam aqueles frangos, e a gente vendia tempero para temperar esses frangos. Porque aí eu fui fazer análise. Restaurante não comprava meu tempero, porque os os cozinheiros, eles são muito orgulhosos, eles gostam do tempero deles. Se você falar de um tempero diferente, é uma ofensa para eles. Então, esquece, você não vai vender tempero em em restaurante. Cozinha industrial, meu preço não dava, os caras põem um tambor desse tamanho, bate aquilo tudo com alho, com casca, com tudo, né, faz aquele monte de tempero, não dava também. Então, o que me sobrava? Eu analisei, pensei, falei assim, poxa vida, um dia parado na padaria, falei, padaria? Sabe por quê? Porque padaria precisa de tempero e eles não têm cozinha, nem cozinheiro, eles têm padeiro. Eu comecei a oferecer o tempero para padaria e foi super bem-vindo. Aí a gente vendia em potões assim de cinco quilos. Nossa, toda quarta, quinta-feira já começava a entregar. Era quinze quilos para uma, vinte quilos para outra, dez quilos para outra. Aí eu cheguei a comprar uma máquina de moer alho, o alho você aí deixava descascar, você não descasca o alho, você moe com casca e tudo.
E aí eles começaram, tem uma pequena fabriquinha

E eu vivi quatro anos disso. Quando eu voltei para área de eletrônica, que eu montei um escritório com um amigo, eu já tinha até poupança. Estava certo que devia ser uns cem reais o dinheiro de hoje, mas tinha.

Quando eu voltei, aí a situação era grave ainda, né? Eu trabalhava das oito às seis. Na hora do almoço, eu passava aqui na região da Paulista, que o meu escritório ficava aqui perto, e passava pegando vidros de palmito que o pessoal utilizava. Ah, tem vidro de palmito aí, tá? Juntava um sacão, botava nas costas, ia lá no prédio, deixava na garagem. Aí na sexta-feira eu vinha de carro, que eu trabalhava de ônibus, metrô. Na sexta eu vinha de carro, colocava lá dois, três, quatro sacos de vidro de palmito vazio e levava para casa. Passava o fim de semana lavando os vidros, trocando tampa, fazendo tempero e a gente entregava no domingo à noite ou à noite eu entregava durante a semana. Ainda continuei, depois que eu que eu voltei para área eletrônica eu continuei com tempero mais um ano e meio, dois anos por aí.
Fazendo as duas coisas?
Fazendo as duas coisas. Aí eu me recuperei. Tenho saudade do tempo do tempero, que era assim, três horas da manhã, quatro horas da manhã, eu e minha mulher estávamos moendo cebola na cozinha ainda, sabe? Tomava uma cervejinha, batendo papo, moendo cebola, aí tomava banho, na hora de deitar, Ela virava para lá e eu virava para cá porque ela cheirava a alho e eu cheirava a cebola. No dia seguinte, ela cheirava à cebola e eu cheirava a alho. A gente invertia para não enjoar um do outro.

É. Não sai aquilo, viu? E aí o
E aí você voltou para para área de eletrônica.
Aí montamos uma empresa de importação. Eu fiquei nessa empresa... Montei em oitenta e Começamos uma empresa do zero e essa empresa cresceu bastante, graças a Deus. Foi uma empresa que, quando eu saí, ela já estava com quarenta funcionários, trabalhando na área de produtos de informática, eletrônica, tudo crescendo. Nessa época eu viajava muito, eu atendia a parte do sul, eu atendia Porto Alegre, atendia Curitiba, atendia Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu fazia essas viagens todas. atendendo, cresceu bastante a empresa, me deu um retorno financeiro muito bom, mas foi aí em que aconteceu o o grande problema, né? E a grande sorte, a grande virada, ah o grande recomeço, posso colocar tudo como grande, o grande recomeço, a grande virada, a grande oportunidade, o grande tudo que aconteceu na minha vida que eu fiquei paraplégico. Foi em noventa e seis, eu eu estava voltando para minha casa, e parei num semáforo, e o bandido veio, encostou na porta do meu lado e encostou um revólver no meu ombro. E ele gritou, que era um assalto, e eu tinha uma uma mala do meu lado e eu tinha dinheiro na mala. E eu peguei a mala e virei, era umas nove horas da noite, eu acho que ele entendeu como uma reação e me atirou. O primeiro tiro pegou no ombro, saiu aqui embaixo do do braço direito, E eu balancei e o segundo tiro pegou mais nas costas, pegou na oitava vértebra torácica, que eu fiquei paraplégico. Aí foi uma um novo recomeço, uma nó um novo reconhecimento da esposa. Já tinha tido dois, né? Pobreza, queimadura, um novo reconhecimento. Foi muito interessante que, no primeiro mês, depois que, eu fiquei dois meses no hospital. Voltando ao hospital, minha saída do hospital, os enfermeiros, teve dois que não vieram se despedir de mim e os outros choraram. Porque meu quarto foi um mês e meio de festa dentro do do do hospital. Hospital São Luís, aqui na Avenida Santa Marta. Um mês e meio de festa, mas festa. Sabe o que é festa? Só faltava levar cerveja, vinho, balãozinho de gás, porque ia conversaiada. O dia começava oito horas da manhã, era meia-noite, os enfermeiros tinham que tocar o pessoal do quarto, porque aí ficava gente o dia inteiro. o dia inteiro, dando risada, brincando, os caras sentaram na cama, outros sentaram no chão, abriam a geladeira, comiam, o Quando chegava na hora do futebol, o enfermeiro chegava e falava para mim, olha, se o Corinthians marcar um gol, você aperta o botãozinho de emergência que eu venho correndo, né? Isso quando ele não ficava dentro do quarto assistindo o jogo do Corinthians, que eu odiava. E o meu quarto era uma festa, mas uma festa. Era o dia inteiro, então a saída minha causou tristeza. Eu acho que o pessoal queria que eu ficasse morando lá. Aí, como eu disse, depois que eu saí do hospital, eh, no primeiro mês, fazendo fisioterapia na a a cê dê, dentro da piscina, nunca me esqueço, um cara falou assim para mim, eu comentando sobre a festa no meu quarto, e a minha casa sempre cheia de gente, Durante a semana, à noite. Sábado e domingo, o dia inteiro. A mulher Foi o maior gasto que você possa imaginar de pó de café. Nossa, tinha que fazer cinco, seis bules de café por dia para turma. Graças a Deus, que não era cerveja nem vinho. Café era mais barato. E eu comentando com esse cara, ele falou assim, aproveita isso agora, porque você ficou paraplégico, então é tudo curiosidade, os amigos estão em volta com curiosidade, todo mundo está com dó, mas depois eles vão te abandonando e até sua mulher te abandona, você vai ficar sozinho. Eu falei, obrigado, hein? Poxa vida, como você é bacana, como você entusiasma o cara. Você dá força de vida para a gente, viu, cara? Falei para ele, ótimo, guarda essa informação. Infeliz dele que levou por esse lado. Infeliz dele que depois, mais tarde, eu pensei comigo, realmente os amigos te abandonam. Realmente a mulher te abandona, mas não por causa da paraplegia. Por você se tornar um chato. Se você se tornar um chato, se você ficar reclamando o tempo todo, ai, fiquei paraplégico, ai, minha vida acabou, ai, que dor, como eu sofro, sabe? Ninguém aguenta isso, ninguém aguenta chato. Não aguenta chato não andando e andando. Chato tem diversas diversas formas, né? Tem que anda, tem que não anda.

A notícia sobre a paraplegia eu recebi logo que eu saí da u tê i e fui para o quarto. Eu eu recebi a informação de que eu estava paraplégico ou que as minhas pernas não funcionavam, mas até então eu não tinha a menor ideia do que isso significava. Porque como a grande maioria, a gente não olha para os deficientes, não quer saber quem é o deficiente, o deficiente é uma sombra. Como o lixeiro é uma sombra, né, como o garçom é uma sombra, como o manobrista é uma sombra, já pararam para conversar com o manobrista? Já pararam para conversar com o cara que serve a carne ali, perguntar da vida dele, o que ele está sentindo, falar obrigado? A grande maioria não faz isso. Já olhou o lixeiro com com os olhos de de que ali existe uma pessoa muito importante para a cidade de São Paulo e muito importante para a sua vida? E você chegar e dar um abraço nele e falar, poxa cara, obrigado por você existir, obrigado pelo seu trabalho. Os deficientes mais ou menos assim, funcionam como sombra, né? E eu não tinha essa ideia do que era. E eu falei, ah, tudo bem, depois eu faço uma fisioterapia, faço uma cirurgia aí, beleza. E até quando eu fui para casa, na cadeira de roda, ainda não tinha noção dessa magnitude, tá? Foi quando eu ouvi, logo que eu cheguei em casa, na primeira semana, eu ouvi um programa de televisão onde o cara disse, um paraplégico, falou assim, ó, você que ficou paraplégico agora, que tá procurando esse Dr. Fritz, que tá procurando o chazinho da Maria Joana, né? Ou a ervinha da mãe Joaquina, né? Esquece, esquece. Você é paraplégico, você vai morrer paraplégico, a não ser que a medicina descubra alternativas, a ciência descubra. Então viva bem em cima da cadeira, você vai ficar na cadeira até morrer. Menino, quando eu ouvi isso, eu chorei. Aí eu chorei o dia inteiro. Falei, esse cara tá falando comigo?

Eu vou matar esse cara. Mas esse cara fez um bem muito grande para minha vida. Porque ele falou assim para mim, acorda, cara, para de sonhar, para de olhar para sua cadeira como se ela fosse um objeto estranho, alguma coisa ofensiva à tua à tua moral, alguém que te agride, ou ela tá ali para te fustigar, ou ela tá ali para te prender, não, ela tá ali para te libertar, né? Ele não disse isso. Você tem que entender isso. E aí eu olhei para cadeirinha e falei, vem cá, cadeirinha. E vou viver bem em cima da cadeira. Foi aí que eu, depois de uma noite de choro, eu tomava Rivotril, Tegretol, Triptanol, todo aquelas né, aquele coquetel que deixa você mais para lá do... Chorei a noite inteira, acordei, assim, depois de um breve sono, acordei de manhã e minha esposa chegou com os remédios e eu falei, não vou tomar remédio. Ela falou, por que não vai tomar? Eu falei, não vou tomar mais. Você não pode parar de tomar os remédios. Isso tinha um mês em casa. Eu falei, não vou tomar mais os remédios. Eu vou assumir a minha vida. Eu não posso ficar dependente disso.

Eu vou encarar a minha vida. Ela falou, ah, mas o médico disse que se você tirar esses remédios, são muito fortes, se você tirar, você tem que tirar devagar. Eu falei, então você faz o seguinte, você vai lá e joga um por um no lixo. Tira devagar. Não tomo mais. E assumi a minha vida a partir de então. Chamei meus filhos.

Os três consegui sentar na beira da cama, porque você não tem equilíbrio de tronco. E falei para eles, falei, olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é com relação à religião, porque desde que eles nasceram, toda a vida eu fiz o evangelho no lar. Uma vez por semana, chamo, faço o evangelho. leio para eles uma partezinha do evangelho, explico, quer dizer, falo de Deus, falo do respeito ao próximo, porque essa questão do orar a Deus, adorar a Deus, é muito bonito, sabe? Mas eu quero ver na prática. Porque esquece esse papo de adorar a Deus, orar a Deus. Você tem que ter eh as relações interpessoais. Você tem que respeitar o seu próximo, você tem que amar o seu próximo, você tem que fazer para ele o que você gostaria que ele fizesse para você. Você tem que viver eticamente, sabe? Cuidar de tudo. É mais ou menos nesse princípio que eu acho que a religião tem o papel fundamental. Então eu chamei e falei assim, a gente fala de Deus? De repente vocês devem estar pensando assim, poxa, meu pai fala de Deus e aí Deus deixou ele tomar um tiro e ficou paraplégico? E Deus é ruim? Não. Deus não é ruim. Esse Deus não é aquele velhinho barbudo que existe. Essa energia do universo, essa força cósmica, ela tem sempre alguma alguma forma de te conduzir para caminhos, de repente, que sejam alternativos, mas que sejam de solução de para a sua vida, que sejam novas experiências, que você tenha mais a acrescentar na sua vida e na vida dos outros. Então esse Deus, ele enxerga meu passado, futuro, lateral, sabe, eh eh temporal e geograficamente ele enxerga mais que eu. Se eu subir no mais alto da montanha, eu enxergo no máximo a próxima montanha? Deus enxerga o universo, as dimensões, enxerga tudo. E Ele preparou alguma coisa para gente. Eu não sei o que é ainda, mas que nós, juntos, vamos cooperar. com essa essa essa essa matéria, esse planejamento, eh isso que Deus está querendo para nós. Nós vamos juntos lutar. Aí todo mundo, ah, legal pai, vamos. Então vamos. Coitados, eles nem sabem o bar que eu vou enfrentar, né? E vamos. E segundo, sou o pai de vocês. Sempre cuidei, sempre alimentei, sempre, isso vai continuar. Vocês não vão passar aperto. E foi, voltei para o trabalho. não tinha equilíbrio de tronco ainda. Essa essa forma de você ficar na cadeira aqui exige um treinamento, porque o seu centro de gravidade muda, meu centro de gravidade é aqui. Então, eh eu praticamente sou daqui para cima, em termos de equilíbrio, eu me equilibro, né? Daqui eu não tenho alavanca, não tenho... Então, é complicado. Não tinha ainda esse treinamento, voltei para o escritório, comecei a trabalhar, estava fazendo eh algumas algumas sessões de eh com a psicóloga, né, e na terceira semana de trabalho, viu lá nesse meu escritório de importação ainda, me estourou o Uripen. Uripen, não sei se vocês conhecem, é quase como se fosse uma camisinha. Você coloca no pênis, cola e ela tem uma ponta que você liga numa mangueirinha que é colocado um coletor na perna para incontinência urinária. Então, todo mundo fala Uripen e ninguém sabe o que é Uripen. Uripen é isso. E me estourou esse Uripen. E como eu não tenho sensibilidade, também não vi. E quando eu olhei, o carpete estava todo molhado, eu tinha feito xixi no escritório, mas eu caí no choro. Aí eu chorei, chorei, chorei, liguei para minha casa, falei, mulher, puta que pariu, fiz xixi em tudo aqui. Aí passou quinze minutos e minha mulher chegou de carro. Saco de lixo, toalha, pano de chão, veja, tudo que você imaginar, chegou com... né? E eu caí no choro, não teve jeito, fui para casa, fui parar na psicóloga. Aí a psicóloga falou para mim assim, você fez xixi no escritório? Fiz, doutor. E daí? Qual é o problema? Todo mundo faz xixi. Uns fazem xixi no banheiro, outros fazem xixi no mato, outros fazem xixi no muro, depois que sai do baile, principalmente depois que toma cerveja, no poste. Você fez no escritório. O senhor não está me entendendo? Eu fiz xixi no escritório. Qual é o problema? Todo mundo tem que fazer xixi. E quando você fizer cocô?

Porque você não tem controle de nenhuma atividade fisiológica sua. Aí, pô, outra vez eu tive que tomar uma porrada na testa para entender que a psicóloga estava dizendo, cara, esta é sua vida. Cuide dela, encare-a. E aí eu falei, bom, posso falar um palavrão?

A vida é assim? Vamos encarar. Já fiz xixi no carro, já fiz xixi no escritório, já fiz xixi fazendo palestra. Menina, que loucura. Você botar a mão na calça aqui tudo molhado e você no meio de uma palestra religiosa. <laughs> Doidice isso. Encarei. Vambora. Essa é a minha vida. E aí voltei para o trabalho.

nesse escritório, eu comecei a sofrer uma certa... uma certa... digamos assim, resistência por parte, não vou dizer discriminação, porque eles me auxiliaram de outra forma, mas uma resistência por parte do pessoal em eu continuar trabalhando lá. Então, tinha algumas observações do tipo, quem não é, filantropia, né? A gente não pode viver de passado. E eu mesmo, na cadeira de roda, eu cheguei e falei para o pessoal, pega a minha parte, faz o que vocês quiserem com ela, entenda, né? E estou indo embora.

Fui embora. Fui tocar a minha vida sozinho. E você vê só o que é coragem. Porque todo mundo paraplégico quis se firmar no trabalho. Não, eu joguei tudo para o alto e voltei. Fui para casa. E a minha mulher falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei ainda. Ela disse, vamos fazer. Aí montei uma loja de lingerie com ela. Comecei a cuidar e eu tinha uma reserva de dinheiro. que um grande amigo pegou essa reserva de dinheiro para construir um prédio, construiu metade, ficou com o dinheiro, sumiu com o dinheiro. Aí perdi tudo, fiquei zero de novo. Aí, nessa casa do Jaçanã, eu tive uma ameaça de invasão de alguns bandidinhos, drogados e tal, e eu já na cadeira de roda. Eu morava num sobrado. Aí eu tive que mudar. Porque eu não queria mais ficar lá. Saí, vendi essa casa, comprei um apartamento com dívida. Tudo assim. A loja de lingerie estava começando. Mas, menina, encarei tudo isso e estou bem, graças a Deus. Foi... E nessa época que eu fiquei paraplégico, eu morava nesse sobrado.

No começo você perguntou para mim como que tinha se dado a questão do jornalismo. É aí que entra a questão do jornalismo. Como eu era palestrante no Centro Espírita, eu com um mês, um mês e meio de paraplegia, eu fiz uma palestra. Ainda também sem equilíbrio de tronco. E o pessoal da Rádio Boa Nova, que é uma rádio da Fundação André Luiz, é uma rede de rádio muito grande lá. ouviu falar sobre mim e me convidaram para uma entrevista num programa de rádio.

Ele explorou muito a questão da dor, do que tinha acontecido, da reação, da ligação espiritual, aquela questão de coisa de religião, sabe? No final da entrevista, ele perguntou, você gostou? Eu falei, não. Você não gostou de ser entrevistado? Eu falei, não, eu não gostei do conteúdo da entrevista. Puxa vida, mas o que você achou de oferecer? Não, você tinha que aproveitar esse espaço que você tem para levar informação para as pessoas com deficiência, não levar a minha dor, fazer as pessoas chorarem em casa. Isso não me interessa. Isso não me interessa. Ele chamou o diretor da rádio. Então, eh não, não gostei da entrevista. Ele pegou, olha o desprendimento, o cara era muito legal, o desprendimento desse cara. Ele chegou e chamou o diretor da rádio e falou, olha, entrevistei o rapaz aqui, ele não gostou da entrevista. E por que você me chamou? Não, porque eu quero que você escute o que ele tem a dizer. Aí eu contei para ele que a gente tinha tido muita dificuldade nessa época da a a cê dê, eu já estava criando um gibi, o gibi do Leme, eu criei um gibi, que nós entregamos inclusive 20 mil exemplares no primeiro Teleton, que eu participei, ajudei a a produzir, participei do primeiro Teleton, porque... depois eu vou te contar essa parte também. Bom, eu falei, nós tínhamos que aproveitar esse programa para levar informação, porque as pessoas com deficiência não têm informação de nada. Aí ele falou, você quer ficar no programa? Eu falei, fico. Fiquei como entrevistador. E comecei assim, na semana seguinte já tinha que gravar como entrevistador, já como âncora do programa. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida? Mas eu eu sou louco, sabe? Aí eu comecei, sabe? De uma forma bem rústica, né? Vi, peguei alguns programas anteriores do cara, comecei a escutar, programa de entrevista, fui lá, fiz a entrevista. Nem me lembro quem foi o primeiro entrevistado, mas... Aí eu falei, bom, como aquilo que eu disse para você no início, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Quatro ou cinco meses, sei lá, um ano de de programa de rádio, eu estou passando em frente à faculdade e vejo lá, vestibular para jornalismo, peguei o carro e entrei. Entrei, fiz vestibular, passei, fiz faculdade de jornalismo por causa do programa de rádio para eu poder apresentar bem e e levar essa informação de uma forma boa, de uma forma que os ouvintes entendam, que eles tiram maior qualidade, maior proveito possível dessas informações que eu estou querendo levar. Então, isso é importantíssimo para mim.

Vamos fazer bem feito. Se eu quero ajudar, vamos ajudar com a razão, porque você não ajuda ninguém com a emoção. Você não ajuda com aquele sentido do... Ah, a criança está pedindo uns dólares, pega um real, dá... Você não ajudou. Ah, eu fiquei com dó, levei uma cesta básica para aquela família e tal... Você não ajudou. Você fez uma ação movida pela emoção, que aliviou por um curto espaço, por um curto período, o sofrimento daquela família. Mas ajudar é planejar. Ajudar você ajuda com a razão. Você planeja, você estrutura, você faz parceria, você cria um projeto, né? Então isso é ajudar. É criar uma on gue, como eu não sei se... né? Isso é um projeto. Você ajuda pessoas assim. Com a razão. Então eu falei, poxa, eu tenho que ajudar. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo.
Onde era?
Eu fiz na Unisantana, fui a primeira turma da Unisantana. Inclusive essa semana eu estive com o reitor lá, o professor Leonardo Placucci, que ficou muito meu amigo, ele é cadeirante também. Outra história maravilhosa que você deve pegar. Professor Leonardo em história. E eu contei da faculdade para te falar o seguinte, eu te falei que eu morava num sobrado. E aí eu falei, eu também não vou ficar desligado da minha família, dormindo na sala e a minha família dormindo em cima. Por isso você acredita que eu adquiri forças. E eu chegava, cadeira de roda, transferia da cadeira para o sofá, do sofá para o chão, me arrastava, subia todos os degraus até em cima, chegava lá, punha um banquinho aqui, um banquinho aqui, me jogava para cima da cama, Dali eu transferia para cadeira higiênica, ia para o chuveiro, tomava banho, voltava para cama, transferia para cama, me trocava, descia da cama, descia todos os degraus, pegava minha cadeira, ia para faculdade, voltava à noite, descia, subia os degraus de novo. Eu fiz isso três anos. Aí você fala, que sofrimento meu, que loucura. Foi maravilhoso, de novo, sabe por quê? Olha, tudo que você tem que ver, me me fortalecer os braços, meu braço você pega aqui, ó, é um pau, só músculo aqui. Fazer esse exercício. Isso me facilitou demais a minha vida na cadeira de roda. Eu tenho que transferir meu corpo para todo lugar com os braços. Me ajudou para caramba, não precisei fazer academia. fazer na escada da minha casa, sabe? Muito interessante. Voltando lá naquela questão que eu falei para você da informação que eu tinha uma vontade enorme de levar informação para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque na a ce dê, nessa época ainda em que o cara disse que o pessoal ia me abandonar e tal, esse cara era um desinformado igual a oitenta por cento das pessoas que frequentavam lá, pessoas com deficiência, eram desinformadas. E eu tive, assim, a grata satisfação de descobrir um trabalho maravilhoso da a ce dê, tive a grata satisfação de conhecer casos de superação, pessoas maravilhosas que tinham eh tinham uma história para contar depois de deficientes. Mas eu descobri também coisas muito tristes. Deficientes que tinham eh a agravante de ser pobre. Pobreza super agravante. Por quê? Pobreza faz com que a pessoa more em locais que não têm uma higiene totalmente eh boa, perfeita, porque às vezes ele mora num cortiço, às vezes ele mora na beirada de um ex-rio, agora esgoto, né, que ele mora num lugar que tem várias casas com banheiro só, que ele mora numa favela que ele tem que subir aquele morrão todo de bunda. Então, um agravante enorme que dá, inclusive, a questão da saúde, infecções urinárias diversas. Descobri também que a falta de informação era gravíssima, outro agravante terrível da questão da deficiência, porque a pessoa, por exemplo, não tem informação de que ela tem que fazer esse movimento, tirar a bunda da cadeira a cada dois, três minutos para descomprimir aqui, para não dar escaras, que são as úlceras de pressão. Por que escara? Porque você fica comprimido muito tempo, você deixa de levar o alimento das células, que é o sangue, se cortou, a célula apodrece, vem aquele tumor, aquela ferida de dentro para fora, é dificílimo de curar. Tanta prova é que o Christopher Reeve, aquele super-homem, morreu por agravantes, por consequências de uma escara. Não tinha informação nenhuma. Tinha informação sobre fisioterapia. Você pega um cara de cadeia de roda, aqueles pés equíneos, aqueles pés virados para dentro, que ele é falta de uma fisioterapia. Você pode ir na cama, esticar seu pé, pegar uma toalhinha, puxar, ficar de pé num estande de ortostatismo que custa baratíssimo. Falta de informação. Mas aí eu descobri outra coisa bem pior do que a pobreza e a falta de informação. A discriminação. Preconceito. preconceito em cima da pessoa com deficiência cruel. Uma das das coisas mais cruéis que eu já vi. E isso é importante que vocês entendam que se você pega e fala assim, ah, o negro sofre discriminação, o oriental, a questão da religião, o judeu, sofre sim. Sofre e é muito ruim, é muito perverso. A gente deveria parar com essa frescura Porque Deus criou a diversidade exatamente como única ferramenta para que a gente tenha de evolução. Vendo outras diferenças é que a gente cresce, é que a gente cria ideias, que a gente consegue imaginar uma forma diferente de fazer. É por causa da diversidade que nós nos tornamos o que somos hoje. Então, para com essa frescura de preconceito. Mas, dentro da casa do negro, todos são negros. Dentro da casa do judeu, todos são judeus. Mas dentro da casa do deficiente, não são todos deficientes. E aí que eu falo que a coisa mais cruel que eu conheço, porque a discriminação vem, em muitas vezes, do pai e da mãe. dos irmãos, dos primos, e aí estende para a sociedade, dos vizinhos, da escola e tal, e vai como onda aquele aquela aquela sinergia, né, que vai fazendo essa discriminação crescer até a pessoa ter um sufoco social em que ele não vive mais, em que ele não tem mais nenhuma condição. Então, eu conheci muitas e muitas crianças que, ao nascerem deficientes, a primeira coisa que acontece, o pai vai embora, porque o homem é mais covarde do que a mulher, sempre foi, né, o primeiro que cai fora é o pai, a mãe aguenta as pontas até um determinado limite, depois algumas delas também abandonam, vão embora e deixam as crianças. Você fala, mas deixam as crianças? Deixam as crianças. Abandonam as crianças. Dão as crianças. ou criam de forma como prisioneiros. Conheci criança correntada, conheci criança que já era adolescente dentro de um quartinho que nunca tinha visto praticamente ninguém, era alimentado e trocado dentro de um quartinho ali. Aí você fala, mas você tem certeza que eles doam as crianças? Tenho certeza que eles doam as crianças, porque eu trabalho como voluntário nas Casas André Luiz, e lá nós temos oitocentos internos, e quase quatrocentos e a gente não sabe quem é o pai e a mãe. Nós tínhamos até pouco tempo a roda da vida aqui na Santa Casa, que as pessoas chegavam lá e colocavam filhos de de nobres e de pessoas da sociedade que não podiam mostrar que tinham filhos, colocava a criança lá na roda, virava para dentro e acabou. Você conhece a história da roda? E crianças com deficiência foram colocadas lá de monte.

Isso eu vi. Aí eu falei assim, poxa, eu não tenho condição de resolver a questão da pobreza. mas a questão da informação e da discriminação eu tenho, porque a discriminação também é parte da desinformação. E foi aí que eu me esmerei no rádio, eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu criei o Gibi do Leme, que é uma história em quadrinho levando informação para as pessoas, ãh eu comecei a fazer palestras e todas as palestras minhas de lá para cá se tornaram sempre uma uma forma de eu levar sempre alguma coisa, um conteúdo para a família, para a sociedade, sabe, de que somos capazes, nós somos deficientes, não somos inúteis.
Mas quais foram os seus principais canais de de de informação para o seu caso, para você entender o que estava acontecendo com você?
Observação. Eu sempre fui muito observador. Eu observo, eu observo os outros, observo o meu comportamento, observo o que eu era, o que eu sou. Eh E muitas, e muitas, e muitas, e muitas vezes eu pegava meu carro, ia lá para Serra da Cantareira, porque eu tirei carta nos primeiros onze meses de paraplegia já. Eu queria minha liberdade. e pegava meu carro e ia lá para Serra da Cantaria e ele ficava lá, chorava, ficava imaginando o que eu fazia, como eu faço hoje, quem eu vi essa semana, por que que fulano tá assim, entendeu? Comparações do meu passado, do meu presente, de outras pessoas comigo, eh da minha família, da reação. Eu faço muito esse tipo de trabalho, minha cabeça é sempre... uma questão de cheque direto, comparativo, e você só consegue mensurar, você só consegue avaliar alguma coisa se você compara.
Se você reflete também, é um processo de muita reflexão.
Sempre fazendo a comparação. E isso foi eh uma faculdade para mim. De vida. Foi muito legal. Eu parti para o campo da informação por causa disso.
E aí você começou a dividir esse processo com os outros.
O processo que você diz qual?
Esse processo de você se se refletir, se entender, né? E interagir. E interagir.
Foi aí que a minha vida virou uma loucura. Porque até então eu trabalhava, né? Fazia as palestras, e cuidava da minha família. Mas depois de paraplégico, eu comecei a fazer faculdade, comecei o programa de rádio, comecei a escrever para revista, continuei trabalhando na área de eletrônica, porque depois eu arrumei um emprego de vendedor, cuidava da loja, de lingerie E comecei fazer eh a dar aula na a ce dê, dei aula na a ce dê durante cinco anos, no curso de lesão medular. Aí já ajudava no programa Teleton, que você entra dois meses antes do programa já trabalhando para conseguir informações, para colocar esse programa no ar.

A outra minha filha formou-se em Educação Física e já termina a pós-graduação agora também em Gestão de Pessoas. Todos eles têm uma vida, graças a Deus, maravilhosa. Nunca se meteram com cigarro, com bebida, com droga. Sempre foram muito família. De domingo a gente junta todo mundo lá em casa ou para o café da tarde, para o almoço. Criei minha família de forma muito boa. Na parte social, cresci muito. ampliei meus horizontes, ampliei meu rol de amigos, eh sou bastante respeitado hoje no que eu faço, porque

E até algumas on gues me convidaram para participar, mas eu achava que eu eu ficaria muito restrito ao trabalho daquela on gue. Eu eu eu não quero puxar a brasa passadinha, mas eu achava que eu tinha asas mais longas, asas maiores. Então eu ajudava algumas on gues, mas não participava de uma. E eu tinha medo também, porque antes de ficar paraplégico, eu participei de algumas associações, eh, Sociedade Amigo de Bairro, aqueles negócios, e geralmente o pessoal usava aquilo como trampolim para se inteirar na política, para conseguir um emprego junto ao deputado, com filho, com não sei o quê, sabe, para ele próprio, ou para ele ser candidato, e eu eu não queria ser usado porque eu não fazia aquilo. Eu nunca me me entrei em nenhuma instituição, assim, ser filiado, ser daquela instituição. Eu trabalhava como voluntário na a ce dê, trabalhava como voluntário na Casa André Luiz, trabalho até hoje através da rádio, eh a revista Reação, escrevo para revista já há oito anos, nove anos, mais, acho que dez anos. Mas assim, eu ajudo, sabe? Não ganho nada com isso, nenhum deles, nem na revista, nem no rádio. Trabalhava. Mas eu ainda não estava contente. Eu falei, sabe o que acontece? Nós precisamos criar uma política pública para a questão da pessoa com deficiência. Foi aí que eu comecei a fazer o primeiro desenho, a primeira estrutura de uma secretaria municipal ou estadual, eu ia oferecer para quem quisesse, da pessoa com deficiência. E aí eu criei uma estrutura diferenciada, não aquela estrutura normal da secretaria verticalizada que oferece um produto para a população, mas uma secretaria horizontalizada que serve assim de filtro ou de controle de qualidade das ações das outras secretarias para oferecer um produto não para a pessoa com deficiência, mas para a diversidade humana, para todos. com igualdade. E aí, eh consegui apresentar na eleição de dois mil e quatro, na Prefeitura de São Paulo, eu consegui apresentar para o pessoal do então candidato Serra. Cheguei até ele. Passado mais ou menos uma semana, eu recebi um telefonema, eram umas dez horas da noite, de um assessor dele pedindo que eu colocasse toda essa ideia da Secretaria em uma página. Eu falei, você ficou louco, né? Você vai colocar em uma página. Só em uma página porque o Serra só lê uma página. Eu quase andei. <laughs> Quase andei, né? O Serra vai ler o que eu escrevi. Nossa Senhora! Aquilo para mim foi uma loucura, né? Você receber um troféu. Toma, olha, sua secretaria, ela, sabe, é digna de alguém ler ou de alguém saber sobre ela. Aí fiz. Quatro horas da manhã, terminei no computador, enviei para o cara. No dia seguinte, o Serra tinha um debate com a Marta e ele citou a questão da pessoa com deficiência. E aí eu quase andei de novo. O Serra quase que é milagreiro. <laughs> E ele implantou a secretaria em dois mil e cinco, quando ele assumiu a prefeitura. Eu fui chamado para ser assessor na secretaria. Ajudei essa secretaria a se estruturar. E acho que, assim, eh não acho que o meu trabalho está concluído como pessoa que tem que auxiliar a questão da igualdade, a questão da recuperação dessa defasagem social que existe da pessoa com deficiência. Meu trabalho não está concluído, mas que eu já fiz uma grande parte desse trabalho, eu tenho minha consciência tranquila.
E o que é que você acha que foram as principais conquistas, assim, da secretaria?
Eu digo que a principal conquista da Secretaria não foi exatamente a ação, foi a visibilidade que esse tema ganhou na mídia, que foi a partir daí, a partir de dois que começou a discutir o assunto abertamente, porque na criação da secretaria houve assim um estardalhaço, saiu em tudo quanto é revista, jornal, rádio, tê vê, que tinha sido criada uma secretaria da pessoa com deficiência. Meu nome nunca foi citado, óbvio, porque que negócio que você está atrás, né? Serra quem criou. Obrigado, Serra, muito legal. Eu acho que o nome dele tem que ser divulgado mesmo, porque acreditou nesse processo. Não importa, meu nome nunca foi divulgado, mas eu já me sentia de consciência tranquila. Mas foi falado. Aí começou-se a discussão. Quem é o cego? Quem é o surdo? Quem é o paraplégico? Quem é o tetraplégico? Quem é o amputado? Quem é o vítima da da talidomida? Quem é o cara da síndrome, né Quem são essas pessoas? Como elas vivem? O que elas precisam? Primeiro de dignidade, óbvio. De valorização social. Mas quem são? Onde elas estão? Elas podem realizar ou não podem realizar? Elas são úteis, não são úteis? Ela é um peso para a sociedade ou não, né? Ela é uma ferramenta de crescimento? Ela é agregação ou desagregação? Começou a se discutir tudo isso. E o gostoso é que os fatos estão acontecendo, sabe? Estava claro, estava óbvio para gente que era isso, mas hoje as pessoas começam a entender que a deficiência em casa é um motivo de agregação, de convergência. Que os deficientes, de uma maneira geral, sejam tetraplégicos, que mexe sua cabeça, tem uma função enorme, podem exercer atividades diversas, várias, têm uma utilidade grande. Porque é aqui.
E realmente aconteceu, não é?
O Espírito iluminado pode habitar em qualquer corpo. Uma mente brilhante pode habitar em qualquer corpo. Nós temos lá o Stephen Hoppings, que não é nem tetraplégico, ele é um todoplégico, nem fala, e é um gênio, considerado aí um Einstein. Então, um espírito iluminado, uma mente brilhante, pode habitar em qualquer corpo. E a sociedade está começando a tomar consciência disso devido a essa grande discussão que houve. Então, eu acho que o grande passo da secretaria foi isso. Foi abrir a discussão. E abriu a discussão. Hoje, cada novela tem um deficiente. É um anão, é um síndrome, é um tado, é um cego, é um tetra, é um surdo. E eles estão dizendo, ao que vieram, o que podem fazer. Isso é muito importante. Eu acho que a grande contribuição da da Secretaria foi essa. Aí, é lógico, teve as ações pontuais. As ações pontuais. Criação de parques, eh criação de vagas, de estacionamento, a criação de leitura em braile nas bibliotecas. E aí foi se colocando as ações pontuais. Os ônibus de São Paulo que cresceu muito, questão da... da acessibilidade, a vistoria em prédios públicos da questão da acessibilidade, a segurança de tudo isso. Então, as ações pontuais elas foram muitas, mas continuo afirmando que a grande diferença que essa secretaria fez foi abrir a discussão social.
E realmente, de uns anos para cá, esse tema tem eh ganhado mais espaço.
Ele tem estado constante na mídia.

Estamos aqui iniciando esse processo, iniciei esse processo.

Fora que eu já estava no rádio há muitos anos fazendo um trabalho ali, né, de abelhinha, né, certo? Estava fazendo um trabalho de abelhinha. E, de repente, eu consegui fazer com que todo mundo viesse junto, né? Aquela velhinha que ia pegar água no rio para apagar o incêndio, sabe? Essa história. Todo mundo fala, não vai ser, mas eu estou fazendo a minha parte. Agora não, agora eu consegui juntar todos os animais da floresta para buscar água no rio. Isso é muito gostoso. E
E o que é que você acha que ter, por exemplo, uma novela das oito que tem um um um ibope, uma protagonista que é tetraplégica?
Eu eu estou achando magnífico, eu estou achando magnífico.

Na minha vida não, porque eu já conhecia a tetraplegia muito, já sabia, inclusive a menina que é consultora da Aline Moraes, ela é muito minha amiga, a Flávia Sintra, a Flávia ela é tetraplégica, mora em São Paulo, ela é de Santos, mora em São Paulo, amicíssima, conversei com ela antes de ontem, Uma pessoa batalhadora, ela tem exatamente a mesma tetraplegia que a Aline apresenta na novela. A Flávia é uma cópia da Flávia. Então a Flávia é consultora da novela, é consultora da Aline, então eu já conhecia o trabalho, já sabia o que a Flávia ia fazer. Não alterou em nada, achei muito legal, dei o maior incentivo, achei que tinha que fazer mesmo. Mas eu acho que a novela tem que mostrar alguma coisa a mais. Não é só o conviver. não não estou dizendo que eles não vão fazer, porque está caminhando esse processo, processo de integração, de conhecimento da família, está acontecendo isso. A família tá conhecendo quem é uma tetraplégica, você percebeu isso, né? A família ainda não tem essas informações, não tá conhecendo. Existe a discriminação né por parte da família do namorado e tal. Então agora a novela vai precisar mostrar realizações dessa tetraplégica, mostrar que ela pode trabalhar, que ela pode fazer, que ela pode ser modelo, Porque ela pode desfilar na cadeira de roda. Entendeu? Então precisa mostrar isso agora. Concluir o trabalho. Eu acho que vai ser magnífico.
Mas a minha pergunta é mais no sentido de eh. Você sentiu, da sociedade, uma mudança em relação a você?
Não.

Não, nesse caso não, não senti. Eh eh eh Eu senti que a sociedade começa a perder um pouco a timidez de vir conversar com você sobre a questão da deficiência, mas não é. por essa novela. Já vem de outras, essa discussão já vem acontecendo de uns seis, sete anos para cá, cinco anos para cá. A sociedade, devido a essa discussão da grande mídia, que eu te falei, que hoje sai no jornal, que a gente está no jornal, que a gente está na revista, a gente está no rádio, a gente está falando, está discutindo, fazendo simpósios, fazendo debates. Agora mesmo, a semana que vem, começa a Reatec, que é uma feira, que é a maior feira da América Latina e a segunda do mundo voltada para pessoa com deficiência, né? E eu faço simpósios nessa feira desde que ela começou. Então, todo esse debate fez com que as pessoas perdessem um pouco a vergonha de vir conversar com você, saber quem você é, o que você sente, por que é que você está assim, entendeu? Ah, você está com o pé machucado? Não, não é o pé machucado, é a coluna machucada, né? Então, as pessoas começaram a... Perguntar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A novela, lógico, faz com que mais pessoas eh vejam que aquilo ali não é uma doença. Que todo mundo vê a gente como doente. Tem gente que fala assim, ah, você está se tratando, você não vai se tratar? Né? Eu falo assim não sou doente, minha querida, eu sou paraplégico. É diferente. E paraplegia não tem tratamento, por enquanto. É diferente. As pessoas veem você como um doente e e e alguns, agora, não acontece mais, mas alguns chegavam ao ponto, comigo nunca aconteceu, mas chegavam ao ponto de achar que isso é contagioso, sabe? Que isso pega, né? Conhece aquele negócio do filho de zebra é zebra, filho de jacaré é jacaré, filho de abelha é abelha, né? Filho de paraplégico é paraplégico?

Não, na questão da deficiência não é isso.
E conta um pouquinho para gente hoje, depois desse processo inteiro, como que é a sua relação com a cadeira?
A minha relação com a cadeira? Ah, é uma questão de amor e ódio. questão de amor e ódio.

De vez em quando eu falo para ela, poxa vida, minha querida, você é minha liberdade, você me leva para onde eu quero, sabe? Mas é uma relação, lógico, cômica, né? Uma relação muito legal. Eu brigo por ela, eu brigo com ela. Tem pessoas que chegam e vão levantar de uma cadeira, se apoiam na minha cadeira para levantar da outra. Eu falo, não dá para se apoiar na avó, na mãe, né? Na minha cadeira, não. Na minha cadeira sou eu. Pessoas que põem o pezinho aqui e começam a virar para lá e para cá, eu fico, sabe? Falo assim, dá para você balançar a mãe? Eu, não. Porque a cadeira é parte do meu corpo. A cadeira é eu. E quando o pneu murcha, é a mesma coisa de você sentir, sabe, um salto mais alto e outro mais baixo, mas muito. Tudo na cadeira você percebe com uma nitidez e a sensibilidade que a gente tem em cima da cadeira é maior do que a sensibilidade de vocês andando. Por exemplo, você pega um pátio de shopping, dentro de um shopping center, você anda no shopping inteiro, você fala que coisa linda, eu ando no shopping e eu sinto o piso dele todo irregular. Ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, sabe? Pisa e sobe todo irregular. Na cadeira você sente tudo isso. Ela complementa meu corpo, é tudo, meu corpo é isso.
E ela é o seu contato com a geografia da da cidade, né?
Contato com tudo. Infelizmente, um contato que eu vou te falar, viu? Como a gente sofre. Meu Deus do céu. É guia, é rampa mal feita, é rampa que termina no meio do poste. Já viu poste no meio da rampa? É, os caras conseguem botar um poste no meio da rampa. Eu escrevi uns tempos desses atrás que eu gostaria de ser um paraplégico de ectoplasma. Você sobe a rampa, divide, passa no poste, depois junta de novo, continua, porque tem um poste ali. Tem rampa que termina na lateral de uma banca de jornal. Maravilhoso, né? Se eu fosse de Ectoplasma, atravessava a rampa, a banca de jornal saia do outro lado. Tem rampa que termina em raiz de árvore. Eu vi uma rampa há uns tempos desses atrás, que ela era para uma calçada, que a calçada tinha isso de largura, sabe aquelas calçadas bem estreitinhas, em beira de viela estreita? Tinha uma rampa ali. Eu falei, que lindo, né? Para que que serve essa rampa? Eu vou subir para onde? Só se eu botar uma roda em cima da calçada e a outra roda eu pego uma moleta e vou aqui, né? Desse lado. Não cabe a cadeira na calçada. Então é muita falta de estrutura, muita falta de informação das pessoas que fizeram. Tudo isso que a grande mídia fez, tudo isso que está se debatendo hoje, está melhorando, inclusive, a qualidade do trabalho desses engenheiros, dessas pessoas, que estão fazendo a melhoria de acessibilidade na cidade. Porque eles vão com boa vontade, mas não têm conhecimento. E aí faz errado. Agora mesmo eu estava dizendo para vocês que na sua rampa tem que ter o corrimão. Então, é boa vontade. Vocês querem fazer, mas às vezes não tem, falta um detalhe no seu conhecimento. É isso. Essa discussão, esse andar pela rua. Uma vez eu ainda comentei num programa de rádio e falei assim, eu convido todos os paraplégicos, todas as pessoas que usam cadeira de roda, todos os cegos, todos os surdos, todos os deficientes a irem para as ruas, nós precisamos fazer uma grande passeata. uma grande passeata, uma passeata gay, reúne um milhão de pessoas na Paulista, nós precisamos fazer uma uma passeata, não é uma parada gay, nós vamos fazer uma andada deficiente, nós vamos andar pela cidade todinha, cair, quebrar o nariz, chegar lá com o ralado o ombro e se juntar tudo na Paulista ali, um milhão de deficientes na Paulista e falar, olha gente o que aconteceu conosco ó, Estou ralado, estou com o nariz quebrado, estou com a cadeira quebrada, meu pé ralou, perdi o sapato, tudo estropiado. Essa é a nossa cidade, vamos fazer uma boa andada. Mostrar para essa cidade que tem um milhão e quatrocentas mil pessoas com deficiência aqui dentro e que nós precisamos de estar na rua para mostrar para cidade que ela precisa melhorar. Não estou dizendo mal de São Paulo, pelo amor de Deus. Eu adoro São Paulo, eu amo essa cidade. E ela está caminhando. Mas depende de nós, usuários, indicarmos e mostrarmos a necessidade eh e e indicar a forma como deve ser feita para as autoridades fazerem. Eles fazem. Eles fazem. Mas precisa de movimento popular.

Eu faço rádio uma vez por semana, gravo, no programa de rádio meu eu levo todos os tipos de informação que você possa imaginar.

O cara que faz adaptação de carro, falando quais os tipos de deficiência que pode dirigir, o advogado falando sobre os direitos da pessoa com deficiência, o médico falando sobre a saúde, urologista, dermatologista, neurologista, oftalmologista, cada um falando na sua especialidade as relações e os cuidados que com relação à deficiência, eh levo pessoas com deficiência, síndrome, cegos, surdos, talidomida, amputados, paraplégicos, tetraplégicos, para dar o seu depoimento, falar a respeito, não da dor, falar a respeito da qualidade de vida deles, como eles fazem, como eles trabalham, entendeu, como foi a superação. Levo donos de shopping falar sobre acessibilidade no shopping, pessoas que fazem eh esportes, aventura, passeios. Agora, final do ano passado mesmo, eu entrevistei um garoto que eu fiquei, assim, de queixo caído. O cara faz na cadeira de roda tudo que um cara de skate faz na pista. Você conhece pista de skate? Você já imaginou um cara de cadeira de roda andar ali? aquela pista de obstáculo, o cara pula num corrimão, desce, quatro metros de corrimão assim, cai lá embaixo, salta, vira, faz rampa, pula, o cara faz isso com cadeira de roda. Aí eu falei, como é que você passa num corrimão com a cadeira de roda? Ele adaptou um guidom de bicicleta embaixo, ele sai correndo, ele pula em cima do guidom, escorrega em cima do cano e sai do outro lado. Ele faz o que o pessoal faz de skate, ele faz com cadeira.

Até a gente que tá aí há quinze anos nesse barato de conhecer tudo, de repente parece um louco na sua frente que faz mais. Conheço deficientes que pulam de paraquedas, conheço deficiente que já foi no Nepal andar de caiaque em cima de elefante, de que já mergulhou com o Jacques Cousteau, já fez a Rota sessenta e seis sozinho nos Estados Unidos. Então, meu, deficiência é sinal assim de ousadia, sabe?
E além da rádio?
Eu escrevo para a revista Reação, faço palestras, né, em vários lugares, seja igreja protestante, católica, centro espírita, que convidar, o importante para mim é estar levando a informação da questão da pessoa com deficiência. E E a minha vida, o cotidiano meu já é uma uma uma grande Eu diria que uma grande aventura no sentido de mostrar Tudo, porque em toda conversa minha, seja numa roda, seja numa ação, seja num bar, a gente está sempre tendo a oportunidade de... não aquele chato que só fala desse assunto, né? A gente fala mal do Corinthians também, bastante, falo bem da Portuguesa, que eu torço para Portuguesa, né? Mas numa oportunidade você comenta, você instrui, as pessoas perguntam, você fala. Porque a coisa mais chata do mundo é você falar uma coisa que a pessoa não perguntou, né? Então, se a pessoa pergunta, você fala. Eu estou respondendo tudo isso para vocês, porque vocês estão perguntando. <laughs>
A gente está perguntando mesmo.

Minha família, em primeiro lugar. Minha família é importantíssima. Depois da minha família, o meu trabalho, de uma forma geral. Não só o trabalho que eu ganho. trabalho todo, todas as minhas ações, e eu espero poder continuar com isso por muito tempo. Aposentadoria é uma palavra que, desculpem aqueles que gostam, eu considero ridícula. Eu nunca pensei em aposentadoria, não passa isso pela minha cabeça. Deu ficar em casa à toa, sem fazer nada, sentado no banquinho da praça. Isso não passa na minha cabeça. Nunca pensei. Então eu quero que o meu trabalho continue. A segunda coisa que eu mais prezo, depois da minha família, é o meu trabalho. E as minhas relações sociais. Eu gosto muito dos meus amigos. Aprendo com eles.

As coisas mais importantes para mim são isso.
E você tem ainda assim um grande sonho? Alguma coisa que você eh gostaria de realizar assim para o futuro?
Eu tenho um grande sonho. Ver a Portuguesa ser campeã. <laughs> Nunca vi. <laughs>

anos de idade, nunca vi a portuguesa ser campeã, esse é o meu grande sonho. <laughs> Eu vou no Canindé, eu sofro, eu ponho a camisa da Portuguesa e ela apanha no último minuto e sai fora do quadrangular.

Esse é o meu sofrimento. E o meu outro grande sonho, que eu dediquei a minha vida inteira para trabalho, trabalho, trabalho, família, casa, casa, mas nunca dediquei muito a lazer. Então, eu tenho um outro grande sonho, é comprar uma chacrinha e fazer uma churrasqueira e levar a molecada para lá, fim de semana, os amigos, tomar um vinho gostoso, comer uma carninha, cair de bruços na cama, tarde, dormir, levantar de noite, comer uma churrasca, tomar mais vinho.
Eu queria só te perguntar o que você achou de contar a sua história?
Bom, eh eu já contei partes da minha história diversas vezes. Alguns picotam, mas assim, pegar dez da infância, lembrando lá do Prata, lembrando da galinhada, né, lembrando das minhas dificuldades de adaptação na cidade de São Paulo, da minha primeira namorada, que não foi primeira namorada, foi só um ameaço de primeira namorada. Eh Das minhas relações de amizade aqui em São Paulo, de tudo que aconteceu, achei que foi maravilhoso. Foi um relax, eu acho gostoso. Você recordar tudo isso, muito bom. Achei um trabalho maravilhoso.
E ficou alguma coisa que você gostaria de dizer e que a gente não perguntou ou que você queria colocar?
Não, querida. Pelo menos assim, de momento, Que eu saiba, não.
Mas você não quer ler o seu texto? Eu quero. Vamos lá, então. Vamos parar um pouquinho? Você pega aqui para mim, por favor? Claro, claro.
Soltar. Eh Esse artigo, ele foi publicado já há uns cinco anos. Ele foi num mês, assim, de junho alguma coisa assim, que eu estava olhando pela minha janela e estava lá aquela garoazinha caindo em São Paulo, e eu falei, poxa, quantos anos eu não vejo essa garoa. Então eu escrevi um artigo para a revista chamada Esse Brasil de Vários Olhares. Esses meses de junho e julho têm feito muito frio em São Paulo. A cidade ficou parecida com aquela São Paulo antiga, conhecida como a Cidade da Garoa. Que saudade do tempo que eu descia a rua da minha casa. Naquele tempo eu ainda andava. com aquela garoazinha que dançava para cair lentamente e deixava a grama, o casaco e os cabelos com uma névoa branquinha. Fico olhando pela minha janela na direção do mirante de Santana e vejo a garoazinha que há anos não dava as caras por aqui. cair sobre a cidade, que parece calma, só parece. Ah, São Paulo, te adoro, mas você não é mais aquela cidade em que se podia voltar a pé nas madrugadas e bailar junto com a garoa a felicidade de uma conquista, sentir a névoa fina relar nos lábios que ainda estavam quentes pelo beijo roubado. A névoa descia e dançava em silêncio na rua, que em silêncio era companheira da minha volta. E a única preocupação no caminho era se encontraria novamente a bela garota de cabelos longos e negros. E o silêncio só era quebrado por alguns por alguma cantarolada de leve que fugia dos lábios e fazia par com a garoa. Saudade, saudade de tudo, e a São Paulo que eu adoro mudou, e mudou muito. A garoa veio este ano, mas não veio com ela a calma, não veio a Não veio com a garoa a segurança dos velhos tempos. Não voltou com a garoa as madrugadas no ponto de ônibus para todos irem ao trabalho. O sol deu uma olhadinha tímida por entre as nuvens e me animou a ir para a rua. Como se diz no interior, esquentar o sol. Atravessei a rua e estacionei minha cadeira no posto de gasolina. E lá fiquei, tomando o sol e proseando com o gerente, entre uma abastecida e outra. Nós conversávamos sobre tudo, política, eleição, finanças, preço das coisas, etc. Já ia para mais meia hora de conversa quando atravessou a rua em minha direção um casal com uma criança. Pararam na minha frente e me pediram esmola. Não pude dar, estava sem carteira, afinal eu estava ali só tomando sol. E o casal foi embora. Continuei no lugar tomando meu solzinho e mais papo <coughs> com a gente. Não deu mais meia hora, parou um senhor em minha frente e me pediu esmola. O gerente me disse, aí doutor, com essa cara de rico, o povo vem pedir mesmo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Há duas situações para analisar. Uma seria a minha cara de rico, <coughs> como disse o gerente, a outra situação desesperadora em que se encontra o pobre. Na primeira, fico feliz por manter uma postura de bem-estar, mostrar alegria, positividade, me preocupar com a aparência, participar em todos os sentidos, mesmo sendo cadeirante. Aproveito para convidar todos os portadores de deficiência para ficarem assim com cara de rico. Não precisa ser rico, mesmo porque eu também não sou, mas ficar com a cara de rico, assim, de bem com a vida. Para ser feliz, estar de bem com a vida, eu trabalho todos os dias, passeio, estudo, pago impostos, tenho dívida, enfrento congestionamento, sou voluntário, ajudo pessoas, ou seja, participo, sou cidadão. Oh, meu Deus! E a segunda situação que tenho de analisar, os pobres não têm para onde correr. Qualquer coisa vale salvar o pão de cada dia. Eu lembrei no passado, no início do texto, porque lá atrás, no tempo, o normal era dar esmola para o cadeirante. Não que eu concorde com isso, mas era mais ou menos assim. Se não dava para o deficiente, pelo menos ninguém tinha coragem de pedir para ele. É, a coisa tá muito feia. O Brasil que eu vejo não é o mesmo que se noticia na televisão. Em tempo. A bela garota de cabelos longos e negros é minha esposa hoje, a quem devo minha felicidade e a garra para continuar sendo cidadão nesse Brasil de vários olhares.
Muito bonito.